Ponto de Cultura, Museu Aberto, depoimento de, entrevistada por e, São Paulo, quatorze de julho de dois mil e sete, realização Instituto Muda da Pessoa ponto néti, entrevista número pê-cê-eme-á agá-vê vinte e nove.ravando.á, então a gente vai começar.

Queria que a senhora dissesse primeiro, para a gente mar, registrar o seu nome completo.

Onde que a senhora nasceu?
Em.
E qual o dia?
Dia nove de junho de sete.inte e sete.il novecentos e vinte e sete. qual o nome dos seus pais? Meu pai,
E da sua mãe?
Minha mãe,
Tá. qual o nome dos seus avós?
<laughs> É, eh...á, está tudo bem.

Não dá.h, qual era a atividade dos seus pais? O que eles faziam?
Era lavrador. Lavrador? Minha mãe dona de casa, né? Porque a gente era do interior, né?
O que que eles plantavam?
Depois que a gente foi vindo mais para cá, né? E... Mas sempre em roça.
Qual que era a plantação? A senhora lembra?
Ah, era um pouco de tudo, né? Tudo que a gente precisa, arroz, feijão, tudo, né? Então, era lavrador, né?
E a senhora não lembra, eh, o que as seus avós faziam também? Ou? Eles vieram da Itália, vieram do Bra, eram do Brasil? Com esse nome, veio de onde, a senhora sabe?
Aí os pais dele eu não sei, né? Sei que meu pai era daqui, né? Do Brasil, né? Os pais dele não, né? Porque, né? Nem existia, né? <laughs> E a gente pouco conviveu, né? Porque cada um ia para um lado, né? Nas fazendas né? Um mudava para um lado, outro mudava para outro lado, né? Então a gente não conviveu muito junto, né? Era poucas vezes que a gente se via, né? Mas era tudo labrador, os avós, meu pai, tudo de roça. Porque viviam disso, né?
E eram quantos irmãos na família?

Na sua família, irmãos.
Meus irmãos?

É, seus.
Meu só tinha um.
Qual o nome dele?
Meu irmão, ah, já é falecido também, porque, eh, no interior não tinha muitos meios. né? Então, tive cinco, seis irmãos, né? Mas foram morrendo de pequeno, né? Porque não tinha recurso, né? No, como diz, nos fundos do interior. Então, ficou o mais velho e o mais novo. A mais velha sou eu e o mais novo. E o mais novo já foi e a mais velha ficou. Então, de, da minha família só tem eu. Morreu pai, morreu mãe, morreu os irmãos. Estou aqui, né? Foram todos os mais novos, foram embora. E... E assim acabou a família.
A senhora consegue lembrar como é que era ali em São Carlos, ah, a sua casa, a sua rua?
Ai, imagina cinquenta anos atrás como é que era, filho. Tempo do bonde, né? Tempo do bonde, não tinha prédio, era tudo casas, terras, chacras, né? Era muito bom.
Conta um pouco para a gente, na sua casa, ali, as brincadeiras na rua. Ah, é...
Brincadeira, nós brincávamos de roda, né? Nós tínhamos, comemorávamos muito festas juninas, né? Então era muito gostoso, porque era interior, não é? E ali em São Carlos também era um, um tipo de interior, porque era, a cidade era, não tinha, assim, muito movimento de gente, era calma, né? Então era uma, uma, uma cidade gostosa, assim, né? Agora já mudou tudo, né? Porque há cinquenta anos atrás, né? Tudo mudou, né, filho? Era tempo de bonde para lá, bonde para cá, né? E não tinha esse movimento que tem hoje, né? De carro, essas coisas, né? Mais era bonde. E era tranquilo, mas muito tranquilo. É... A gente morava numa casa tipo chácara. Tinha os pés de, de frutas, né? Eh... Quintal grande, não é como hoje, que é tudo quintal pequeno, né? Não, era tipo chácara. Tinha muito pé de fruta, né? Eh, né? Pé de abacate, árvores grandes, né? Então era muito gostoso. E depois a gente, tudo isso, veio embora para São Paulo. Continuou também em chácara, porque meu pai era da, da, da, da, da roça, ele gostava de plantar. Então sempre morou em chácara. Chácara você sabe o que é, né? Pode criar galinha, pode criar porco, pode ter umas plantações, né? Então sempre morou em chácara e foi até o fim da vida em chácara.

Tá bem, então, assim... Conta como é que era a a casa, você falou que era uma chácara, mas era grande, era pequena?
Não, era casa simples, de dois quartos, cozinha. Naquele tempo que a gente morava, era casa simplesinha, né? Não era assim, muito sofisticada, né? É a casa simples. Dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Casinha simples, né, filho? Porque, eh, é que nem eu te falo, né? Tantos anos atrás, né, filho? A gente tinha uma vida simples, né?

Era gostoso, porque a gente vivia bem, né? A gente plantava, a gente plantava flores na frente da casa, né? O típico interior que você vai por aí, você vê aquelas casinhas com flores na frente, assim, né? Era assim. Por exemplo, a gente vai lá para o sítio do pica-pau, lá tem umas casinhas, assim. <laughs> cheio de flores na frente, assim. É gostoso, né? E era assim, a vidinha bem calma, bem sossegada, né? Dormia-se cedo, levantava-se cedo, né? Porque na época não tinha nem rádio, nem televisão. Então a gente dormia cedo, levantava cedo. Você tinha que ir para roça, você ia para roça, né? Para trabalhar, colher café. Aquela luta, né, filho? Colher café, plantar milho, feijão, arroz. Essas coisas, né? Porque a gente vivia muito do que plantava, né? Porque a gente morava no interior, não é como hoje, que tem mercado em todo lado, naquele tempo não existia mercado, né? Existiam aquelas vendas pequenas, sabe? Vendas, né? Você sabe o quê que é vendas? É umas coisas pequenas, né? Então era uma vida muito, assim, diferente. Muito diferente. Morar no interior não tinha médico, não tinha posto de saúde, não tinha mercado. Tinha um médico na cidade. Quando precisava, precisava ir lá buscar ele. Entendeu, filho? Aí, assim, se, ah, se eu for contar tudo e me lembrar tudo, meu bem, nós vamos longe.
<laughs> gente está aqui para isso.
É que tem Dava, é, ajudava. Ajudava na roça, né, filha? Ia para roça e ela ia depois. Mais tarde já levava o almoço, né? Porque na roça a gente ia cedo, né? Para roça, então, quando era nove horas, dez horas, já ia almoçar. Aí ela já ia com o almoço. De tarde ela vinha mais cedo para fazer a janta. As jantas, já sabe, né? É uma janta simples, né? rroz, feijão, uma coisa e tudo bem, né?ra uma...
Cinco, seis horas a janta? Mais ou menos a hora.
É, quando ia escurecendo, né? Porque na época também a gente não tinha relógio, né? A gente olhava no sol. O sol era nosso relógio. Quando ele escondia, já estava de noite.

De manhã, quando ia acordar... E quando não tinha sol, como é que era, né? Mas clareava e a gente já tinha uma base, né? De, de como é que era, né? Ah! E aí era uma, uma, uma, uma vida, assim, bem diferente de hoje, né? Completamente. A população era bem menor, né? Não era essa agitação de muita gente. Era aqueles moradores, assim, né? Que andavam nas suas casas, assim. Também não tinha agitação, também não tinha ladrão. Você podia deitar e de, dormir. Sem tranca na porta, sem nada, né, filho? Era só para segurar o vento.
<laughs> ntão o pai como a mãe da senhora trabalhavam na roça?rabalhavam na
filha, Eu estou te falando, os filhos não chegaram a trabalhar porque morreram quando era pequeno, um ano, dois anos, sei lá o quê que acontecia, né? Na época dava muita doença de roça, né? Assim, né? E não tinha, assim, socorro que nem eu estou te falando. Não tinha muito médico, não tinha posto de saúde, não tinha nada. Tinha muito benzedor, essas coisas, né? De interior, né? Então, morria, as crianças morriam, sabe? É que nem eu estou te falando, só ficou eu e meu irmão. A mais velha e o mais novo. Depois que a gente veio, que saiu da fase do interior, que a gente veio para São Paulo, os meus pais continuaram, ãh, eh, ãh, morando em chácara. E eu fui trabalhar em casa de família, aqui em São Paulo. Aí fui crescendo, né? Fui crescendo, fui crescendo, né? Porque quando eu vim para São Paulo, eu já era adolescente, né? Aí, então, como meu pai e a minha mãe foram morar em chácara, aqui em São Paulo, eu já, eles me arrumaram para trabalhar em casa de família, né? Porque eu não ia trabalhar com eles, né? Então, aí fui crescendo, crescendo, até que eu namorei, até que eu casei.

Eu me casei com dezoito anos.
Né?), eh... Só antes que, né? Do casamento, vamos só chegar. A senhora aprendeu esses afazeres domésticos, que era muito diferente, né? O ferro de passar, a maneira de cozinhar.
Ah, meu filho, era ferro de carvão, meu filho. Era ferro de carvão. Era Não tinha luz. Era lamparina de querosene. Você sabe o que é lamparina, né? Lamparina, que a gente falava. Hoje eles falam candeeiro, essas coisas, não é assim? Mudou até o nome, né? A gente falava lamparina. Eh É querosene, você sabe o que é? Não era vela, não. Hoje qualquer coisa é vela, né? Hum.aquele tempo, não. Era uma lamparina de, de, de querosene. que a gente usava porque né? No interior não tinha luz. Depois que a gente veio para São Paulo, sim, aí já tinha luz. Nem em todo lugar que eles moravam tinha luz, mas a maior parte tinha, né? Luz. né? Então, eh, era lamparina de querosene. né? Então é uma vida completamente diferente, né? Que a gente viveu, era da época, né? Na época todo mundo do interior era aquilo mesmo.
né? senhora chegou em São Paulo com quantos anos?
Aí eu vim aqui para São Paulo, eu acho que eu já tinha uns quinze anos. Mas é como diz, né? No interior, a gente começa a trabalhar cedo, né?
Aprende com a mãe, com o pai.
Ah, sim.

Tratar das galinhas, tratar das criação, né? Entendeu? Aí quando eu já vim para São Paulo, não, já fui trabalhar em casa de família, aí já foi diferente, né? Aí já fui pajem, aí já fui arrumadeira, aí já fui cozinheira. Tudo isso. Ah, você sabe que, que, que eu acho que quando a gente vive aquela vida, tudo é normal, não é? É gostoso, não é? Quando a gente tá naquela, né? É bom porque a gente não conhece o outro lado. Para melhor, né? A gente está vivendo aquela vida, por exemplo, acha legal. Porque aí você vai ver as galinhas, você vai ver, ãh, as criações. Está vivendo aquela vida, né? Então, eu acho que quando a gente está, assim, vivendo aquela vida, é legal. Era uma tranquilidade, porque a gente não sabia que ia existir esse atropelo de hoje, né? Que tem ladrão, tem essas coisas, não é verdade, filho? Hoje a gente vive, né? Tensa, né? Com, com medo, não é verdade? Então, principalmente eu sozinha, assim, né? Eles falam, ó, aquela velha tem dinheiro. Não é assim? Então a gente vive com medo. Precisa sempre procurar morar onde tem gente, em meio de gente, não é? Porque dá medo hoje, né? E naquele tempo, não, sossegado. Você deitava e dormia, que era uma maravilha. Né? Era tudo diferente. Pergunta mais, filho.
<laughs> quê que a senhora achou de São Paulo quando chegou? Agora?ão, né? Não, quando chegou aqui, a primeira vista que você teve de São Paulo, o quê que a senhora achou?
Ah, eu achei... Como eu falo para você, São Paulo também era outro São Paulo.

Era calmo. Eh... Vê a Avenida Paulista que é, que eh, é hoje e o que está lá no, no, no, na... Como fala lá na, na, na, nas fotografias, não era outro Avenida Paulista? Você vê a diferença. Então, eu sou daquele tempo, daquelas... Fotografia que está lá no, no, no, no, no museu, aquelas coisas lá. Então, eu, ah, aquele tempo é que eu achava legal, São Paulo. A avenida pa, ah, as vizinhas conversavam no portão, né? Na Avenida Paulista. Era tudo casa térreo, sobrado, assim, sobradinho, né? Que a gente saía no portão, uma vizinha conversava. Ah, você não viu aquela, aquela novela, lá éramos em sete?

Quando? Passou agora, repetiu há pouco tempo. Então, eh, aquilo era Avenida Paulista. Uma vida simples, se saía na rua sossegada, porque era uma casa aqui, outra ali, né? Era tudo... Era, e eu sou daquele tempo. Então, eu acho que hoje é uma loucura, né? Aquele tempo era gostoso. <laughs> Ai, ai...
Mas onde que a senhora morava aqui em São Paulo?
Quando se mudou para cá, a senhora morava em que... h, eu já morei em vários bairros, viu?
O primeiro qual foi?
Primeiro foi Casa Verde.
Como que era lá?
Quando eu vim, né? De lá, né?

Eu não estranhava muito, não, porque São Paulo era calmo, né? Quando eu vim do interior para São Paulo, São Paulo também era calmo. Principalmente nos bairros, né? Os bairros eram muito sossegados, né? Não é essa agitação. Então, não estranhei muito, não. Aí, vim trabalhar, né? Achei que não tinha roça, né, filho? Já era serviço de casa, né? Não tinha que ir para roça, não tinha que... Porque quando a gente morava no interior, outros tempos, também ah, a natureza mudou muito, né? Tinha o tempo do frio, a gente tinha um frio para ir para roça, né? Aquele frio, sabe? E a gente nem tinha roupa assim tanto de frio, né? Porque, né? A gente lutava com a vida, né? Então, eu não me estranhei muito quando vim para São Paulo, não, porque São Paulo também era calmo. Que nem eu estou te falando da Avenida Paulista. Você vê hoje nas fotografias, você vê o que é hoje, né? Então, eu não me estranhei, não. Eu vim para São Paulo e não estranhei, não. Eu só estranhava, assim, quando eu mudava de, de, de, de casa, né? Assim, às vezes eu mudava, né? Mas depois se acostumava também, tudo bem, né?
A senhora dormia nas casas ou dormia na sua casa?
Não, eu dormia nas casas. É, porque, na, na época, ah, ah, ah, as patroas preferiam que dormia. Sempre que as casas tinham já um, um reservado para a gente dormir. Como hoje ainda tem, né, filha? Então, tinha também. Então, sempre dormi nas casas.
Em que tipo de famílias? eram essas?h, foi...
foi várias, viu, filha? Foi várias, mas tudo daqui mesmo, de São Paulo. É, é, foi. Tinha uma melhor, tinha outra pior, tinha outra que dava comida, outra regulava a comida, sabe? Eh, foi várias, foi várias, viu filha?

viu, filha? <laughs> É, foi. <laughs> De tudo um pouquinho. Não, não, não teve não. Não teve porque na época tinha muita diferença, assim, de, de, de, né? De, de, de patrão com... Não é como hoje, de patrão com empregado. Empregado tinha muita diferença, sabe? Eles eram mais, né? Na deles, assim, não, não, não se misturava muito, não. Hoje já ficou melhor, eu acho melhor hoje. Porque hoje já convive, participa, né? Dos empregados, das empregadas, né? Hoje eu acho melhor. Na época não, bem. Na época era muito, cada um na sua.
Quando a senhora foi morar na primeira casa, eh, a senhora sentia saudade da sua casa? A senhora, como é que era esse, esse convívio?
O convívio na minha casa?
É, a senhora se, se, sentia muita saudade dos seus pais por morar?
Eu, depois que eu vim para São Paulo, eu já aí, já desliguei um pouco de pai e de mãe, né? Porque, como eu falo para você, eles moravam na chácara e eu já morava mais na cidade Aí eu já fui pegando mais o ritmozinho de cidade, assim, já ia visitar eles, coisa, mas aí já fui desligando também um pouco, né? Claro que sempre, nunca deixei eles para lá. Sempre eu ia, toda semana ia visitar. No fim da semana eu ia, né? Porque eu ia, porque chácara era sempre perto, não era muito longe, né? Mas todo fim de semana eu ia visitar eles. Todo fim de semana. Eu separei um pouco porque aí, às vezes, conforme o serviço que eu arrumava, tinha que dormir no emprego. Tinha que dormir no emprego.

Então aí separei um pouco, né?

Mas todo fim de semana eu ia visitar meus pais.
Fim de semana era folga?
Era folga. De domingo era folga. Não era muita folga que nem é hoje, filha, que é sábado, domingo. Não, era domingo depois do almoço. Segunda-feira de manhã, trabalhar. Era assim também. Entendeu? Não é que é um hoje, qualquer coisa é feriado. Sábado não trabalha, domingo não trabalha. Não, depois do almoço era livre. Mas segunda-feira de manhã está ali.
É. <laughs> o que a senhora, conta um pouco das atividades que a senhora fazia, passava roupa, lavava, tudo, conta um pouco.
Ah, de tudo na casa, filho, não estou te falando que eu já fiz de tudo, até cozinheira eu fui, é, fazia de tudo, dependendo da casa, porque às vezes tinha outras, cada uma, uma função, né, mas tinha casa que tinha que fazer de tudo bem. Limpar, na época, não, era, era para encerar, não é como hoje que é carpete, é Cascolac, essas coisas, né? Era encerar, era limpar, era lavar, era passar, era fazer uma comidinha. Depende da casa que a gente trabalhava. Porque na época era tudo diferente, né, filho? Não é como hoje que tem tudo carpetado, tudo Não, era ali no escovão, meu bem. Num tinha, minha filha. Não tinha, era no tanque mesmo, filha. Era no tanque. Entende? Naquele tempo, nossa, ih, passar roupa também era bem passada. Não é como hoje que é tudo tergal, essas coisas aqui, né? Vai que vai, né? Não, naquele tempo era roupa, era algodão, entende? Você tinha que passar bem passada mesmo. Não tinha passe bem. <laughs> Você tinha que molhar a roupa mesmo para ela ficar bem passada, né?

Então, tudo mudou, filho, tudo mudou.
E na cozinha? Como é que eram os fogões? Como é que era?
Ah, não tinha gás. Não tinha. Tinha, assim, fogão elétrico, né? E fogão a lenha. Aqueles fogão, né? Que acabou também, né? E fogão, agora é tudo diferente, né?
E aí em São Paulo comprava lenha ou tinha alguém que... Não, a gente trazia da roça.
Quando vinha de tarde para casa, já trazia a lenha. Entendeu? Sempre tem, né? Pé de café seco, uma árvore seca, né? Um, um mato grande seco. A gente trazia lenha, porque, né? Tinha que acender o fogo, né, filha? Então, na, na, era, tinha que pôr, assim, palha de milho embaixo, assim, né? Palha de milho seco, porque a gente colhia milho, né? Palha de milho, assim, um capinzinho seco para pôr fogo no, no, no fogo para pegar na lenha, né? Era gozado, né?
Quanto tempo demorava eh, para fazer tudo? Demorava muito mais que hoje em dia, né?
Ah, sim.
Quanto tempo demorava para fazer, por exemplo, um almoço?
Bom, a gente na, nesses fogão a lenha já punha o feijão cedo no fogo, né? Porque eh, tudo é devagar, né? Mas não demora muito, não. Também não tinha grandes comidas para fazer, né, filho?
Qual era a comida?
Arroz, feijão, né? Uma polenta, era um ovo frito, era uma carne de porco frita, ou então um frango. Era assim, tudo rápido. Mas o fogão a lenha, depois que ele fica bem... Bem, bem pegado, ele fica quente, você sabe, né? Chapa de ferro, né? E queima mesmo, tira ela, ela, é, cozinha bem. Só feijão que tinha que pôr mais cedo, né? No fogo, né? Porque não tinha panela de pressão. <laughs>

né? Então tinha que pôr-se ele mais cedo no fogo. Depois o resto fazia fácil. Não demorava, não.
E as panelas, eram de barro, eram de ferro?
Ferro. né? Não tinha panela para arear, não, que nem hoje, de alumínio, essas coisas. Bom, que hoje também mudou, né? Já tem muita panela que não é para arear, né? Mas era panela de ferro. Panela de ferro e a gente ali, lavava ela muito bem lavadinha, porque a gente areava com tijolo. Pegava um pedaço de tijolo só para deixar a panela bonita. Para lavar também, não tinha água encanada não, na roça. Isso eu estou falando no interior, né? Era água, e a gente ia buscar água na mina. Tinha uma mina, sabe? E então, ela corria dia e noite, né? Então, a gente ia buscar água na mina. Ia lavar louça e lavar roupa na mina. É. Engraçado, né?
Lava nas pedras? Lavava onde?
É, punha uma tábua. E meia barrica para água cair dentro, né? Você sabe o que é meia barrica, né? Aqueles que, né? Aqueles que guarda vinho, aquelas coisas. Então, cerrava assim no meio, né? E punha aquele, eh, hum, de madeira, né? Então, punha embaixo da bica e ficava sempre cheio, porque a mina corria dia e noite, né? Não precisava nem trocar água, ela ia entrando e saindo, né? Mas era assim.
E quarava a roupa também?
Sim, nossa, como quarava. Isso eu quarava até há pouco tempo.
Conta, conta para gente como é quarar uma roupa.
A gente esfregava bem, olhava se tivesse mancha assim, punha assim, ou em cima de uma grama, ou então em cima assim de uma... Hoje também não existe mais, né? Folha de, né? Hoje fala-se latão, essas coisas, né?

Quarava e jogava aguinha assim para ela ficar, e ficava branquinha. É, <laughs> porque ela não pode quarar sem jogar uma água, tem que jogar uma água em cima, né? Porque às vezes tem umas manchas que não saem, né? E a gente gostava de pôr a roupa assim no vara, no varal, no quintal, hein, filha? Aí olhava se estava assim alguma manchinha, tinha que ser roupa bem limpinha. Quarava, sim, filho, quarava a roupa também.
É, então, a senhora falou uma palavra que hoje em dia quase não usa mais.h.ue é pajem, né?.Explica para gente o que é isso é o que? o quê?
Pajem?. Pajem? É, hoje não existe mais, né? Pajem é tomar conta de criança pajar uma criança dar, dar comidinha trocar, né? é tomar conta de uma criança ou duas crianças, mais não, tomava conta só de uma Então, é cuidar de uma criança. Hoje mudou, né? É, então, era pajem.
E ajudava na educação também?

Não, porque era criança pequena. E na época também não ia muito cedo para a escola, né? Não tinha esse negócio de escolinha de criança. Não tinha, não tinha muita coisa, né, filho? Hoje as crianças têm escolinha, com dois anos e pouco já põe na escolinha. Naquele tempo, não. As crianças já iam para a escola, como os meus também, foi com sete anos. Então, eu cuidava de criança pequena.
A senhora lembra de, essas simpatias, que hoje chama simpatia, mas na época não era... Pegar cinza da, de alguma coisa botar no machucado. Conta algumas para a gente.
Simpatia, né?. Simpatia tem muito que hoje também nem, não usa e nem acredita, né, filho? Tinha muita simpatia. Quando uma criação quebrava um pé, assim, uma, um cavalo, um cachorro, aí a gente mesmo fazia uh, uh, o remédio em casa e punha duas tabuinhas Enfaixava, né? Entende? Ah, eh.. E simpatia tem muita simpatia também, né? Muita simpatia. Dor de cabeça, a gente punha um copo com água, né? Para tirar dor de cabeça. Tem muita simpatia. Mas agora, na hora, assim, não lembro muito, né? Mas tem muita simpatia, tem.

Esse remédio que a senhora disse de pôr na, no braço, era feita com o quê?h, êh
Esse foi feito do, no, com, com, com coisas assim, quando destroncava qualquer coisa, numa perna, no braço, em criação, em gente. A gente punha assim, batia-se duas claras de ovo. ou uma, conforme uh, o tamanho, né? Então, punha assim, corda, com pedacinho de corda, você sabe o quê que é corda, né? Comprada na hora, um pedacinho, e uma pedrinha de breu. Aí misturava tudo, amassava tudo, punha e enfaixava. Até quando aquilo saía, quando saía já estava bom. <laughs> É... A gente fazia muita coisa em casa, né? Porque não tinha médico, né? Então, quando não tinha jeito de curar em casa, então, às vezes, acabava morrendo, né? Conforme o problema, acabava morrendo, porque, eh, às vezes, eh, é que tinha muita simpatia e muitas, assim, benzedores, benzedeiras, né? Essas coisas assim, que às vezes até curava, sabe? Porque também tinha muita doença de interior que eles curavam, assim, benzendo, essas coisas, né? E... E, às vezes, quando não era para, para, para sarar, acabava morrendo, né? Porque tinha muita, muita, como é que fala? Tinha muito remédio caseiro, né? Que hoje já nem usa e nem acredita, né? Em remédios caseiros, né? Como isso que você está falando, em simpatia, benzimento. Hoje ninguém acredita. E nem existe mais, né?
A senhora se lembra de ter tido alguma doença, assim, que foi curada?u?É.ão, filha.

Graças a Deus. Até agora, até que eu falo, até que eu sou feliz. Porque graças a Deus, nunca tive uma operação, nunca tive uma doença. de, de, de...

Tive os filhos, tudo normal. Né? E... Nunca tive, assim, um problema grave, nunca tive, não. Se eu tive de pequena, alguma coisa que nem eu estou te falando foi com a minha mãe, né? Que eu não lembro, né? Mas nunca tive nada, não. Privilégio, né? Com essa idade, né? Não é verdade?
A senhora lembra de parteiras também?h.
Ah, lembro.

Com a minha mãe, né??. Comigo já não, né? Comigo já fui hospital, essas coisas. Eh... Mas com a minha mãe eu me lembro, é, Bom, que, não é que, que eu me lembro, é que era assim mesmo, né? né? Era com parteira essas coisas, né? me lembro sim, filho.
E em são, mas em São Paulo já não tinha mais?
Não.ão?ão, só no interior. É. São Paulo já é diferente, né? <laughs> Pode ser que ainda tenha, né? Mas eu nunca mais vi falar, não. Dessas coisas aí, nunca mais vi falar, não. No tempo da minha mãe, sim. No interior, é. Não tinha outro jeito, né, filho?
E como que a senhora, eh, saía? Porque a senhora falou do trabalho, e quando que era a parte de lazer, assim? No domingo, depois do almoço, o que a senhora fazia? Para onde ia?
Ai, naquela época, se usava muito, como não tinha televisão, não tinha nada, a gente ia no cinema. Cinema era moda, né? A gente ia para o cinema. No cinema, você não podia namorar, você tinha que ficar direitinho, porque tinha o guarda né? Com a lanterninha, né? É, era cinema. Na época era mais era cinema, filho. Cinema, circo. Viu o circo do Arrelia? Você chegou a ver, conhecer?hum. circo do Arrelia? Então, frequentei muito o circo do Arrelia. É, foi muito legal. Então, é cinema, circo e cinema. Cinema, você não podia comer pipoca porque podia fazer barulho, né? Não podia namorar, você tinha que sentar comportado, porque tinha o lanterninha que vinha olhar assim para você, se estava sentado direitinho. Se não estivesse sentado direitinho, ele punha para fora.
Eh... senhora, a senhora lembra de filmes que marcaram a senhora, assim?h,
Filme, a gente via, via filme mesmo legal, né? Filme mesmo de amor, filme de, de... Eu nunca me, me... Gostei de filme assim de guerra, essas coisas, nunca gostei. Gostava, assim, filme, assim, história. Filmes, assim, suaves, né? Então, quando tinha um filme bom, a gente ia ver. Então, a distração era essa, filho. ir para casa. Quando eu namorava, era para ir no cinema, ah, era para ir tomar sorvete, né? Naquele tempo, eu já tinha pizza. Era só má qualidade.
Qual era a qualidade?
Mozzarella. <laughs> Só uma qualidade. <laughs> Então, era gostoso também, não era? Ia ver-se um filminho assim, ia para o cir, para o circo, a gente ria, né? Da, da, da, da, das palhaçadas deles lá, né? E é assim, era gostoso

ve, né? Foi bom. a senhora mencionou o amor, o namoro, como é que era naquela época? namoro?

Ai, o namoro, minha filha, ai, o namoro. Ai... <laughs> Namoro. O namoro, tem que namorar mesmo. <laughs> Para dar um beijinho. Será que não vê ninguém? É, o meu namoro foi assim. Era namoro mesmo. Eh É, a gente, de vez em quando, a gente dava um beijinho, né? Beijinho de boca fechada. Parece mentira, mas é, né? Então, foi legal, filha. Foi muito Namorava mesmo. Namorava, ia para, cada um para as suas casas.

Não tinha nada mais que isso. Era respeito, né, filha? Na época era respeito mesmo. Bom, até meu tempo.
E aonde a senhora conheceu ele?
Aqui em São Paulo mesmo.
Mas como que foi?h...
Ah, que a gente morava em frente.

A gente morava em frente. A gente levava na brincadeira a coisa e acabamos namorando. Acabamos casando.

E... Morava tudo no mesmo bairro. Lá na. Já conheceu falar? Lá na.

Casei-me lá na.
Qual era o nome dele?

Já é falecido, né? Depois eu fiquei viúva, né? Depois tornei casar.
Estava nova. Esse primeiro casamento, ãh, a senhora namorou um ano, dois anos?
É, por aí. Não foi mais que um ano, não. Mas aí, ele ficou doente e faleceu.

Eu também nova.
Quantos anos você tinha?h, eu tinha...
acho que, vinte e dois anos. Aí, conversa vai, conversa vem, né? Aí, namorei outra vez. teve cinco filhos, aí ele faleceu também, viúva duas vezes.
No primeiro casamento não teve nenhum filho?
Tem uma filha. É, tem uma filha.) mais? no o do, do segundo tenho quatro.
Queria só voltar só um pouquinho...h.h, para a senhora contar, então, a senhora foi morar com ele? Foi, a senhora mudou para morar com ele ou morava em... Como é que era?h.

Primeiro, primeiro.rimeiro?
É.h, eh... Nós morávamos na, na, numa rua lá, ele morava num lugar e eu morava no outro. Aí nós mudamos, nós casamos, fui morar em. Fui morar em, interiorzinho de São Paulo. Fiquei lá pouco tempo, depois voltamos para São Paulo outra vez. Aí começou a trabalhar, coisa, conversar vai, conversar vem, ele ficou doente, né? Deu pneumonia, não sei lá o que foi, né? Acabou falecendo. Depois eu continuei trabalhando também, né? Continuei a trabalhar.
Em casa de família?
Em casa de família, né? E a minha mãe criou minha filha.um.é? Porque precisava trabalhar, né? E depois a gente, né? Como eu estou te falando, eu tinha vinte e dois Conheci outro, que é o pai da, né? É irmã, e mais um meio irmão, né? Eh, tem um filho só. né? E aí, vamos para partir para outra, outra vez, né?
<laughs> Qual o nome dele?).

<laughs> Né? Ih... Ah agora não, já está com vinte anos que ele faleceu. E a senhora... eu fiquei sozinha outra vez.

Com vinte anos que ele faleceu. Ih...onta um pouco, como é que foi esse segundo casamento?
Ah, foi bom, filha. Foi, foi bom. Foi bom, não foi ruim não, porque, eh, foi, depois nós fomos morar aí, né? Onde nós moramos, na, né? Era uma vida assim, eh, calma, que nem eu estou te falando, no começo, há cinquenta anos atrás, uns, vamos pôr quarenta anos atrás, né? Que a tá com cinquenta e pouco, então vamos por... Há uns quarenta e poucos anos atrás era um lugar sossegado, gostoso de morar, não tinha poluição. né? Hoje já não, hoje já não está mais gostoso de morar, hoje já está muito trânsito, muita poluição. E lá nós ficamos, ah, estou lá até hoje, está com cinquenta anos que eu estou lá. Os filhos, cre, nasceu, uma nasceu lá, casaram lá, ele faleceu lá, né?

E a senhora, eh, quando morava, quando casou com ele, continuou trabalhando?
Não, não, não, não, não.

Eu num, não continuei trabalhando, não. Porque aí já tive as crianças, já, né? E ele tinha emprego, dava para viver, né? Não precisei mais trabalhar, não.
Ele fazia o quê?
Ele era cobrador de ônibus da cê-eme-tê-cê. Não desses outros aí, da cê-eme-tê Então, e aí, então, não, aí a gente comprou uma casa lá na, né? E fomos morar nela, e ali nasceu filho, ali casou, e ali passamos até agora. Até agora não, até quando ele faleceu, né? Quando ele faleceu...
Ah, então a senhora está contando. Ãh, eu queria que a senhora contasse ainda, ainda nessa parte de... Quando a senhora era muito nova. Como que era a educação de mulher e de homem? Era diferente?
Bem diferente.
Um do outro, assim?
Bem diferente.

Tudo era diferente, né? Se tinha muito respeito, né? Tinha... Não tinha, não tinha... Na minha juventude não tinha muita escola, não tinha nada, nada que nem eu estou te falando, não tinha mercado, mas também não tinha escolas, não é? Não tinha, a educação era di muito diferente. Ninguém fazia faculdade, ninguém fazia nada, porque não existia. Não existia, essa, tinha escolinha. Essas escolinhas, do primeiro ano até o terceiro, quarto ano, né? Escolinha, né? Não tinha, ãh, escolas boas, né? Principalmente interior, né, filho? Era escolinha Como era igrejinha, né? Era tudo assim, né? E... E São Paulo também era mais calmo. Não tinha tanta escola, não tinha faculdade, não tinha essas escolas assim, a pagamento, escolas boas, não tinha. cinquenta anos atrás não tinha. Isso. O que as mulheres aprendiam era...s mulheres não precisavam aprender. As mulheres não tinham necessidade de aprender porque elas casavam e iam ser donas de casa. Quem tinha necessidade eram os homens. De aprender.

As mulheres não. Lá uma ou outra, né? Mas ah, as escolas eram mais para homens.

As mulheres não tinham muita importância de aprender, não. Porque, ah, não, as mulheres vão casar e vão ser dona de casa, não precisa.

Mas aprendia um monte de coisa em casa, não aprendia?
Ah, tudo, né, filho?

Se fazia até sabão em casa. Isso o tempo do interior, não é São Paulo. Se fazia sabão, se torrava café, se fazia o pão. Porque também não tinha padaria como tem hoje, né? Tinha que fazer o pão para a semana toda. Vê esses fornos que você vê hoje? No interior tinha muito forno, porque todas as mulheres tinham que fazer pão. Todo fim de semana fazia pão para a semana. Aí punha num saco branco, um saco de farinha, né? Que hoje também não existe mais. Saco não é um pano qualquer, é saco mesmo de farinha, sabe? Saco que vem farinha, né? E amarrava-se a boca, porque o pão era para semana toda. No outro fim de semana que ia se fazer pão outra vez. Se torrava o café, porque realmente tá na roça tem café, né? Então tinha aqueles torrador de café, né? Que a gente vai virando, virando, virando Às vezes tem em alguma casa, em algum museu tem, né? Era para semana toda também o café. Aí tinha o moinho para moer o café. Para sair o pó de café.
E as roupas?

As roupas, meu bem, na, na época também não era essas roupas, não. Não era, eh, eh, eh, roupa era tudo assim de algodão mesmo, que nem eu te falei, roupa de algodão, né? Estampadinha, tudo, né? A gente fazia em casa. Tinha aquelas maquininhas de mão, se costurava em casa.
Todas as roupas que a senhora tinha?h...
Sim, se fazia tudo. A senhora mesmo fazia?. Fazia, minha mãe fazia toda a roupa para nós. Era muita chita, mas era... Vê, hoje fala chita para festa junina, nem festa junina não tem mais chita, né? Já é qualquer pano aí, né? Na época, não. O mais pano vestido para gente assim era chita. Aqueles panos cheios de florzinha, assim, né? Mas era um tecido bom, né? Entende? Então, o homem também não usava roupa colorida, não. Nem bermuda. <laughs> Né? Nem bermuda, nem, nem, nem roupa colorida homem não usava. Era tudo assim, roupa meio escura.
E as mulheres era vestido?
Branca, camisa branca. Mulher, meu bem? Mulher não usava calça comprida, não. Era só vestido. Bom, calça comprida é há pouco tempo que pegou, né? A mulherada usar calça comprida. Era vestido. Nossa, a mulher não podia pôr uma calça comprida, não, porque era muito feio. Era muito feio. nossa. Então não existia calça comprida para a mulher. Era tuda roupa com manguinha, com golinha, sabe? Isso no meu tempo, né?

Aí com, aí devagar foi mudando, né, filha? Devagar foi mudando também. É que não estou te falando, calça comprida não é muito tempo que a mulherada usa, não é? Era mais aqueles taierzinhos, não é? Que hoje ainda tá voltando Né? Os taierzinhos, Está, que eu já vi na loja. Taierzinho. O homem era assim, eh, camisa e calça, não tinha essas roupas esporte de jeito nenhum. Tênis também nem existia, tênis.

Então, eh, isso tudo é novo. Tudo é novo. Não é só no interior, mesmo quando eu vim aqui em São Paulo não existia isso. A moda pegou colorida essas coisas, foi do tempo do Roberto Carlos, não foi? Ele que lançou essa moda aí de roupa colorida, né? Lembra? Então, é...
Em São Paulo tinha muito parque? Tinha pessoa que praticava esporte?
Ah, sim, tinha bastante parque. Tinha parque, sim. Mas eram uns parques diferentes, né? Não é como hoje, assim, né? Eram os parques diferentes, né? Não se falava parque, se falava bosque, né? Hoje não fala bosque da saúde, bosque não sei do quê? Então, era assim, né? De árvore, assim, tipo jardim, assim, né? Era tudo diferente.
Pessoas iam para fazer, para andar, para, para quê? Para passear? ara
né, filho? Para passear, né? Passear, bater um papo, essas coisas, né? Mas eh, era bosque, não era parque. Parque era um parque, assim, quando tinha brinquedo, essas coisas, né? Entendeu? É, era... Aí era parque.
Existia, eh, piquenique?
Muito, muito piquenique. <laughs> Muito piquenique. A do piquenique que era, né, filho? E era gostoso. Os piqueniques de le, vamos levar as coisas para comer, né? É porque não tinha, você está vendo? A gente tinha que levar. Tinha que levar a cesta do piquenique.
O quê que ia na cesta? Conta para a gente o quê que tinha lá dentro.h, a gente...
Levava, levava-se muito frango com farofa, né? Frango com farofa. Ai... Levava-se muito. né? Bom, cada um levava o que queria, né? Mas na moda era mais frango com farofa.

Era gostoso. Os piqueniques eram gostosos, né? Porque aí é todos juntos, né? Assim, né? Criança, adulto, tudo junto. Era muito gostoso.

Agora quase não tem mais, né? Piquenique, né? Mas teve muito piquenique. Foi muito legal.
Era mais a família que... Eram os amigos?
Os amigos, vizinhos. ãh, uh, os vizinhos, antes de ter televisão, eles eram mais unidos. Depois que veio a televisão, todo mundo fecha as suas portas e vamos ver televisão. Não é, filha? Não é assim? Primeiro não tinha televisão, então a gente se conversava mais, a gente ia para um piquenique, a gente ia para um passeio na, na praia, porque naquele tempo A praia era legal, né? Porque era mais, menos gente, não era tão poluído, né? Então, a gente ia, de vez em quando, a gente ia, uh, a vizinhança, assim, juntava e vamos para, né? Para a praia, coisa, né? Cada um pagava a sua passagem, alugava um ônibus, né? E vamos para a praia. O piquenique também era assim, quando a gente ia fazer no outro lugar também, se alugava um ônibus, aí, ah, aquela vizinhança, principalmente ali onde eu moro, eu vou falar, não muito agora, porque agora já são os filhos dos moradores, os netos, né? Os velhos já estão todos morrendo, morreu, mas na época que eu morava lá, com, vamos supor, trinta, trinta e poucos anos de idade, ah, a vizinhança era muito unida. Então, a gente se convidava, vamos para um piquenique, vamos para um, vamos para a praia, coisa, Aí era aquela alegria, né? Vamos, vamos, vamos. Então, todo mundo se reunia e ia para praia.

Mas hoje não, hoje não. Depois que veio a televisão, acabou até os vizinhos. E também medo, né? Cada um tranca seus portões, é grade na janela, é grade no po, na porta, né? É grade em todo lugar. Então, a pessoa, escureceu, não sai mais, né? Principalmente as pessoas, assim, de idade, né? Não sai mais. O jovem não, o jovem vai, porque eles não têm medo, né? Vão para balada, vão em, né? Não é assim? Eles não têm medo. Vai aqui, vai ali, né? Que vem ser os meus netos, né? Os meus netos. É, eles não... O jovem não tem medo.
E quando a senhora ia para a praia, era só de ônibus, não tinha trem também? Ou tinha trem para ir para a praia?
Como assim?h, tinha...
Tinha, você ia de ônibus, né? Para a praia..., ia de ônibus.as também tinha algum trem que chegava lá, alguma rodo, rodovia de trem?
Ah, tinha. Tinha que ter, tem até hoje lá no Socorro, tem o trem que vai para a praia, né? Que vai lá para baixo. Não sei se está funcionando, mas funcionava. Era a maior alegria quando a gente ia de trem. Por quê? O trem parava na estação e esperava a gente. Era gostoso. No tempo das minhas meninas, né? Que era tudo adolescente, né? Então, o trem parava, né? E, e, e a gente, vamos catar uma coisa, catar outra, e o, eh, uh, o maquinista esperava. Eh, era Um dia parou na, na, na serra, né? O trem, Teve que depois ser puxado por cabo de aço. Era vizinhança com a filharada, como eu, minha vizinha, outra vizinha, levava todos os filhos, né, filho? Era gostoso, que nem eu estou te falando. né? Então, eh, a gente às vezes ia de trem também, porque tinha trem que passa lá em Mongaguá, né? E vai embora, vai embora, né? Registro lá, para aqueles lados lá, né? E tinha trem de passageiro, e a gente pegava o trem dele aí no Socorro. Entende? E... Era, era divertido, viu, o trem? Era muito gostoso. E se levava as coisas para comer também, porque, eu estou falando para você, quase não tinha onde comprar. Também nem tinha dinheiro. <laughs> Eh... Mas foi...
Conta um pouco, eh, como é que, a senhora disse que tinha na época já a pizza. Era, era igual? Como que era? Era, eh, eh, é um lugar, não podia levar para casa, comia lá, né?.
Só no restaurante, não tinha esse negócio de entregar a pizza, não. A gente ia na, na, na, na Praça da Sé. Na Praça da Sé tinha um restaurante, né? Isso quando eu namorava. Então a gente ia comer uma pizza, né? Também não era grandona, elas eram assim, né? Menor. E era só de mozzarella. Mas era bem melhor do que hoje. Bem mais saborosa, mais gostosa. Do que hoje.

Parece que a mussarela não tem mais graça, não sei, né? Ela era gostosa. E só mussarela.
E só lá que tinha, só na Sé?h, é que...
Aonde a gente ia, né? Podia ser em outro lugar, mas era um lugar longe do outro. Não era assim, todo lugar como hoje você vai, tem, né? Não, era diferente.

E tinha também menos movimento, né? Por isso que tinha menos casa também, né? Foi legal., ah,
Ah, a senhora, quando, quando a senhora foi morar já com seu segundo marido e ficou, ali, mais em casa, né? Saiu do emprego, como é que foi morar, voltar a morar dentro de casa, ter que cuidar das coisas domésticas e não viver na casa de alguém? Na sua casa mesmo, viver na sua casa própria.
Ah, na minha casa, eh, a gente já tinha costume, né? Então não foi difícil, né? E depois quando a gente gosta de uma pessoa, tudo é legal, né?

É, passa por cima de tudo, né, filho? Quando gosta, gosta, né? Então, estava tudo muito bom. A gente começou morando num quarto e cozinha. Entendeu? Com o segundo.

A gente começou morando num quarto e co, lá na Vila Carrão. Perto da Penha, lá. Aí, então, tudo bem. Quarto e cozinha, banheiro, tudo bem, né? Mas aí eu já não trabalhava mais. Eu já ficava em casa, né? Aí a gente foi mudando... Foi mudando, aí fomos tendo filho, aí precisou de uma casa maior, aí ele comprou uma casa, né? Que é lá na, né? Já uma casa boa, grande, né? Dois quartos, sala Cozinha, banheira e coisa. Porque aí já tinha criança, né? Então, foi mudando, devagar foi mudando, né? Porque aí a família foi crescendo, tive que ir mudando, né, filho? E é onde fomos parar na, porque ele toda a vida trabalhou na cê-eme-tê. E comprou a casa pela cê-eme-tê-cê, né? Aí foi uma casa boa, uma casa nova, grande, né? Fomos morar lá. E lá nós ficamos anos. Então eu te falei que nasceu o filho lá, casou, né? Ele faleceu, tudo lá, na. Depois, antes dele falecer, ele vendeu. Nós vendemos a casa porque os filhos casaram, né? E ficou só nós dois. Aí vamos vender, porque, né? Casa grande, quintal grande, mais uma construção no quintal, né? Aí vamos vender? Vamos vender, né? E vendemos a casa, fomos morar num apartamento.

Não muito grande, mas também era bom, né? Então no apartamento que ele faleceu, né? Aí pronto, né? Aí uma filha veio morar comigo no apartamento, né? Mas daí também não deu certo, né? Aí vamos vender o apartamento. Vender não, passar para outro, né? E aí, eu, a minha filha foi viver a vida dela e eu fui viver a minha, sozinha. Porque não dá certo morar com ninguém. Nem com filho não dá certo morar mais, depois que eles casam não dá certo.

Aí, então, o quê que eu fiz? Aluguei uma casinha para mim.

E... Vendeu casa, vendeu apartamento, tudo. E eu fui alugar uma casinha para mim. E foi... Foi difícil para... Você estar com família grande e depois você morar sozinho. É muito difícil.

Mas, enfim, né? Tem que encarar a realidade, né, filho? A vida não é, não é fácil, não, sabe? O fim da vida não é fácil, entende? E você sabe, a solidão é muito triste. Então, eu aluguei uma casinha e fui morar, porque falei, acho que vai ser melhor assim.
Onde que é essa casinha?
E hoje estou, moro sozinha.
Qual bairro que é?
É lá, na, na, na Dutra mesmo. Só que não na, mais na nossa casa, né? Já passou. moro de aluguel.
Só posso vo, voltar um pouquinho, quero saber qual foi a sua sensação de ser mãe, da primeira vez.
Ah, era tudo normal. Era normal. Ih, minha filha, se fosse hoje, ih, se fosse hoje era diferente. Mas na época era normal. Não tinha remédio para evitar filho, não tinha nada. Não tinha, filha, não tinha, eh, ah, era normal. Ficou grávida? Ah, ficou grávida, pronto.

É, tinha meios, sabe? Tinha, não vou falar para você que não tinha. Tinha alguns meios, tinha. Mas a gente era mais simples.

Marido trabalhava, não tinha dificuldade nenhuma, porque na época tinha emprego. Trabalhou, meu marido trabalhou num emprego só e aposentou naquele emprego. Como era o pessoal da Light, como era o pessoal da cê-eme-tê-cê. Estava empregado para vinte, trinta, quarenta anos até aposentar. Não é como hoje que ninguém para no emprego, não tem emprego, não. Pessoal de Light e pessoal da cê-eme-tê-cê, eles eram garantidos. Tinha emprego até aposentar. Você vê que até a, até a Light acabou, até ah, a cê-eme-tê-cê acabou, não é? Virou tudo isso que está aí hoje. Mas na nossa época, não. Eles tinham emprego, então tinha o pagamento todo mês. Então você tinha todo o teu conforto todo mês. Então a gente não se preocupava de, de, de, de, de ter filho. A gente se preocupava, sim, claro, né? Porque, ãh, não podia estar a minha vida toda tendo filho, né? Claro, né? A gente dava um jeito, De ter um tanto, e chega, né?

Eu tive minha, eu tive meu último filho com vinte...

Depois, não, vamos dar um jeito, o que é? Né? A gente oito anos anos até, né? Ia ter quantas vezes mais? Então, tinha-se um jeito de não ter mais filho, outros meios. Mas não é como hoje, era mais difícil, mais, sabe? Então, ãh, deixava-se para lá, né? Mas tinha um jeito, que a gente, de vez em quando, a gente dava um jeito, sim.

Na época, tinha muito assim, que nem você falou, parteira. Tinha parteira, né? Tinha parteiras boas que faziam aqueles curativos, coisa que, né? Hoje não existe mais, para não engravidar mais. Hoje toma remédio, né? Naquele tempo não, se fazia curativo.
Como é que era esse curativo?
Curativo eh, é um remédio que ela coloca no útero, né? E seca. Aí não engravidava-se mais. Uma vez por mês tinha que fazer. Era normal?

Muitas mulheres faziam? uitas.

Uma falava para outra, que falava para outra. E era feito por parteira. Você vê, na época tinha parteira até que fazia isso, né? Mas eu tinha, eu tinha vinte e oito anos, você vê quantos anos faz. Hoje não existe mais. Mas eram parteiras boas, que trabalhavam assim com médico, né? Era profissional mesmo, né? Então, a mulherada dava um jeito. Se não, minha filha, como é que ia fazer, né? Então, se fazia esse tratamento de curativo.

Todo mês. fazer uns dez meses só. Tinha um um xis, oito meses, dez meses, depois não precisava fazer mais. Porque aí já trancava, né? Aí não tinha perigo mais de engravidar.
engravidava naquela época e não queria ter o filho, o que ela fazia?bortava, como hoje tem, né? Muito...

já tinha médico que fazia isso. Às vezes não se tinha, era dinheiro para pagar. Então, como não tinha dinheiro, tinha o filho, né? Mas quem tinha dinheiro fazia isso. Era bem pouco. Era bem pouco médico que fazia isso, mas fazia aborto já. Entendeu? Mas depois, então, saíram esses outros meios aí. Mas como hoje ainda tem muito aborto, né? Tem tanto jeito e tem, tem que, que ir fazendo aborto, né? Tem muitos meios hoje. E tem uma quantidade de aborto aí que não está escrito, né? Não é verdade? senhora...
A senhora saberia dizer qual era esse remédio, esse curativo, do quê que ele era feito?
Não, não lembro, filho, não lembro. vinte e oito anos, né? Quantos vinte e oito passou? <laughs> né? Mas era assim, era médico particular, né? Sei lá, não me lembro não, viu, filho? Não lembro.
E como é que era então depois quando a senhora... Virou mãe, como era cuidar dos filhos? É, quê que a senhora passava para eles?
Como é que era naquela época?h, tudo que a gente sabia, era uma educação diferente. filho, nossa, você vê que até as escolas eram diferentes, que as meninas iam aprender a rezar, iam aprender a bordar nas escolas. Né? Não tinha nada de sexo, nossa, se, nem se comentava isso. É, tinha o dia para bordar, tinha o dia que era para religião. Até que as minhas filhas fizeram primeira comunhão, tudo, na escola, quando estava na escola, né? Entende? Então, era tudo diferente. A escola era completamente diferente. É que nem falo para você, era pouca escola, mas era escola boa. Era uma escola boa, que ensinava-se mesmo, entende? E ensinava a rezar, ensinava a bordar, ensinava a ser... Dona de casa mesmo, né? Entende? Era tudo diferente, filho, era tudo.
ravando.ntão, eu queria perguntar, eh, mas era, era muito difícil para criar os filhos? Tinha muita dificuldade?
Não, filho, não era não. Não tinha droga, não tinha bebida alcoólica para, para menor. Eu criei, pelo menos, criei os meus, olha, nem senti. É, não tinha balada, né? <laughs> Não tinha droga, né? Podia ter droga, mas era aquele atalho da maconha só, né? Podia até ter droga, tinha algum lugar que tinha. Mas os meus, graças a Deus, nunca participaram de nada. Escola, trabalhar. Tinha emprego para, para, para, para menor de quatorze anos, hoje não tem mais. Os meus filhos foram trabalhar com quatorze anos. Minhas filhas, né? Foi tudo trabalhar. Essa que tá aí foi trabalhar na área náutica, né? Tudo de menor. Foi tudo trabalhar, tudo de menor, tudo trabalhando. Estudava e trabalhava. O filho fazia faculdade à noite e trabalhava de dia. Então, foi uma maravilha. Meus filhos não deram trabalho, não tiveram doença, se comia bem. Não é como hoje, que, as, ãh, os meus netos falam assim, né? Mais é lanche, mais é... Não, meus filhos comiam comida mesmo. Eles comiam bem arroz, feijão, bife, salada, todas essas comidas boas mesmo, né?\ Então, eles não me deram trabalho, não. Meus filhos não me deram trabalho, não. E sempre, e sempre bem educado também, nunca foram mal criados comigo. Até hoje, eles são, me respeitam, são legais, entendeu? Eles são, são muito do legal. Mas foi a época, né, filha?
Mas virar mãe mudou alguma maneira de você olhar para o mundo? Assim, de, de
Não. Não?ão, não.

Não, também porque eu estou falando para você que foi tudo assim legal, não foi assim que deu trabalho, foi tudo assim. Deu trabalho, mão de obra, né? Claro, mão de obra, né? Que não tinha calça plástica, não tinha, <laughs> né? Deu tra, mão de obra, mas trabalho não. Não deu trabalho, não.
Qual o nome deles todos?
O nome deles todos?

O quê que eles fazem? O quê que eles fazem da vida?h..
As meninas são tudo dona de casa. Meu filho aposentado, ele, eh, tem uma firma, ele é sócio, de chassi de caminhão.
Quando começou essa atividade dele, por que ele se interessou por, por caminhão? A senhora lembra? O quê que levou ele ah, a abrir essa, essa firma?
Não, ele, eh, nessa firma ele foi depois de aposentado, porque ele sempre trabalhou como recursos humanos, né? Fez faculdade de administração de empresa, sempre trabalhou na fun, no que ele aprendeu, né? Na função dele, né? Administração de empresa.

Depois ele se aposentou, porque ele começou a trabalhar muito novo. Tanto foi que começou a trabalhar novo, aposentou novo. Aí ficou muito, muito novo parado, né? Com quarenta e poucos anos ele ficou aposentado. Aí apareceu uma oportunidade para ele de ser sócio de uma firma, né? E amigo dele veio chamar ele e ele tá até hoje. Numa boa. Não tem hora para ir nem para voltar, está numa boa. Mas ele, no começo, ele trabalhava, sempre trabalhou em, em firma, assim, ãh, como se diz, recursos humanos. E até aposentar foi assim. E as meninas, aí essa daí trabalhou na Varig de secretária. e a outra trabalhou também numa firma também, secretária menor também. Ah, cada um fez uma coisa Aliás, todas elas, essa fez secretariado, as outras trabalhou de secretárias, assim, sem fazer o secretariado. Todas elas trabalharam em firma.
E atu, atualmente a senhora é pensionista, a senhora me disse, né?
Eu sou.
Mas a gente sabe que tem um monte de coisa a fazer dentro de uma casa. Conta como é que é um pouco do cotidiano da senhora. O que a senhora faz no dia a dia?
E gosto.
Conta como é que é pqra gente.
Eu gosto de ser o dia a dia assim. Gosto de limpar, de lavar, de passar. Gosto. Hoje eu já não faço muito porque eu sou sozinha, né? Mas em casa, assim, quando tem muita gente, gosto, com muita comida, assim, muita agitação, né? Hoje já não, hoje também já passou isso, né? Já que estou só, como de marmita. <laughs> Moro sozinha, <laughs> né?

né? Moro sozinha como de marmita. a minha função também diminuiu bem. Moro em casinha pequena. né? E está tudo assim. É legal.
E quais as, são, ah, o lazeres? Para, para...
Lazer?. Viajei muito.
Ah, conta um pouco para a gente.
Viajei foi muito, né? Com, com excursão. Agora já parou também um pouco. Mas viajei foi muito. Fui muito para o Ceará. Fui muito para muitos lugares.
Quando era nova? Ou...ão.
Depois, depois que fiquei viúva. Viajei foi muito. Agora deu, deu um, parou um pouco, deu um tempo agora.
Sozinha?as...
Não, numa excursão. É, numa excursão. Uma excursão de, de, de polícias militares aposentados. Da Tabatinguera, né? Do clube da Tabatinguera, de polícia. Então a gente viajou muito, né? Para muitos lugares, muito interior, para Minas, para Ceará, para Fortaleza, para Bahia, para todos esses lugares a gente viajou muito. Agora já está um pouco parada a turma, porque muita gente já estava de idade, uns morreu, outros largou para lá, né? Então acalmou um pouco. Mas viajei bastante. A distração foi essa. Agora estou assim, vou aqui, vou ali, vou lá, né? À noite corro para casa. Não é assim, gente? É que a casa da gente é gostosa, né? Então, aí durante o dia eu vou para uma igreja, vou para algum lugar, ãh, casa de alguma filha. Sempre tem um lugar para ir, né? E vai indo assim, então, a vidinha agora. Sossegada também, gostosa.

Está muito boa, e vai indo. a senhora disse que é difícil, né? Passar três Qual que é a sua sensação, né? Do tempo, de viver muito tempo?e viver, né? Ah...
Ah, é até filha. Tomara que dure mais um pouco. <laughs> Tomara que dure. Tá boa, filha. Tá boa. Já esteve pior. Os começos foram duros, minha filha. Os começos... Como eu falo para você, você está acostumada com muita gente e, de repente, você fica sozinha. Chorei muito. Chorei muito mesmo quando meu velho foi embora. Chorei muito, entende? Foi duro cair na real. Foi difícil. Estava muito acostumada com ele, né?

Era só nós dois, né? A gente ia muito para praia, voltava. Era só nós dois. Ele dirigia, tinha carro. A gente ia, a gente vinha, a gente ia, a gente vinha.

A gente alugava apartamento lá por ano. A gente vinha aqui, ia lá, vinha aqui, ia lá, vinha aqui, ia lá. Então era bom, né? Depois que ele morreu, achei muita falta. Ele morreu de repente. Deu, lá, ele foi, quarenta minutos e foi embora. Aí eu me senti que assim sozinha, levei um baque, né, filha? Levei um baque de ficar sozinha, os filhos cada um nas suas casas, né? E eu me achei sozinha, levei um baque, filha. Não vou falar para você que não. Eu, eu passei, assim, um ano, mais de um, mais de um ano, assim, chorando mesmo, me acabando de chorar. Mas daí eu vou fazer o quê? Eu falei, tem que encarar, né? Tem que encarar. Aí fui morar sozinha, aí eu tinha medo de ficar de noite sozinha. Aí arrumei, assim, uma moça para morar comigo, né? Para morar, para vir dormir comigo, sabe? Porque eu tinha pavor de ficar de noite sozinha. Fechar a porta e ficar sozinha, né? Até que eu fui morar numa casa agora onde tem mais gente, assim, sabe? Já me sinto mais segura, né? Já vai indo para dois anos que eu estou numa, nessa, nesse endereço, que tem gente perto, tudo assim, né? E aí, então, eu fico melhor, assim.
E essas viagens que a senhora fez, foi para distrair mesmo?

Ah, foi, porque eu gostava, né, de, de, de, de viajar. Eu gosto, né? Eu... Eu gosto de sair, assim, sabe? Foi, foi, tinha uma turma legal também, né? A gente ficava no, nos melhores hotéis, né? Assim, fui para Buenos Aires, né? De navio, né? Curti um pouco, né? E... Eu fui, avião, eh, eu viajei de avião, né? Viajei de trem, viajei de tudo um pouco, né? E foi legal.
Fez amigos também?
Foi também, é Gostei muito, foi legal. Foi uma temporada boa. Por um lado, foi bom, né? Porque é a época que eu tinha medo de ficar em casa sozinha. Então, eu gostava quando eu saía. Eu gostava porque eu estava no meio de gente, né? Porque eu tinha pavor de ficar sozinha, você sabe? Em casa, eu tinha pavor. Principalmente à noite, né? Então, quando eu saía nessas viagens, que às vezes ficava uma semana fora, eu falava, ô beleza, né? Estava no meio de gente, né? No hotel, assim, né? No meio de gente, né? No ônibus Então eu tinha pavor de ficar de noite em casa sozinha. Não gosto mesmo. Hoje ainda mora gente lá, né? Eu moro num quintal, numa casinha num quintal, mas tem gente na frente. Então eu me sinto mais segura, né? Mas fazer o quê, né?
E essa viagem de barco, como foi? Quanto tempo durou?

De barco? É. Não, de navio.
Navio, desculpa.
De navio foi uma semana. Nós para, para Buenos Aires, a terra do tango, né? Depois Montevidéu, né? Também, né? Uma semana. Foi legal essa, essa viagem de navio, foi o navio que depois ele foi embora, né? ele foi embora para o estrangeiro, né? Foi muito legal essa viagem. Uma semana, filho. A gente eles, a gente quando chegou no lugar que ele ancorou lá, a gente descia, assim, ia para a cidade, mas vinha almoçar no navio e vinha dormir no navio. A gente só ia passear na cidade. De Buenos Aires, a gente ia passear, mas depois, na hora de almoçar, vinha para o navio. Ou então saía depois do almoço. Né? Foi muito legal essa viagem. E parou também em Montevidéu, também. Também foi legal para conhecer, né? Foi uma semana. É, foi muito divertida.
E a senhora tem contato com essas pessoas?
Não, meu bem, cada um foi para um canto. Cada um lá se distanciou todo mundo. Eh, às vezes, assim, a gente encontra, né? Mas é difícil, né? Todo mundo já foi, cada um para um canto. Já já tem meses, né, que a gente não viaja mais junto, né? Então, às vezes tem viagem que é para ir para o mesmo lugar, aí no mesmo lugar já num, começa a repetir, aí já não me entusiasma mais. Eu já fui, já vi, né? Eles estão repetindo, porque aqui para o Brasil, aqui, então começa a repetir, né? Aí eu já num, não vou também. Então ficou assim, né? Se distanciou.

Cada um ficou na sua, como diz, né?
<laughs> Teve algum lugar que marcou para a senhora?
Que marcou? O que marcou foi essa, que eu fui de navio. Essa foi muito legal. E para, para, para Fortaleza. Bahia, né? Fortaleza também foi legal. É que ficou mais assim que você fala, né? Mais marcou, né? Foi Fortaleza e foi Buenos Aires. É que foi assim, que ficou assim, né? As outras foi assim, mais passageira, né? Passou.

Fortaleza foi de avião?

E como foi andar no avião?
Ah, vou te falar, não viajo mais não, de avião. <laughs> <laughs> Eu fui duas vezes de avião. Não, fui, lá para o Mato Grosso do Sul também fui de avião.

E fiquei ali. <laughs>

Ah, foi muito da legal também, viu? Foi muito da legal. A primeira que a gente não sabia, sabe? Mas <laughs> não viajo mais, não, de avião, não. Vai viajar para passar medo? <laughs> Ah, não, vou não. <laughs> É melhor ir de ônibus. É, foi duas vezes, duas ou três vezes que eu fui de, de avião. Muito bonita a viagem de avião, viu? Achei linda. Muito, quando você sai do aeroporto, quando você chega no aeroporto, aquela emoção, assim, de subir a escada do avião, assim, né? Muito da legal, né? Fui no jatão, né? Também. Mas lá em cima, meu bem, <laughs> não é fácil, não. <laughs> Não é fácil, não. Mas tudo bem, né?
Passou, tudo passou, né? Quero então, eh, saber que, que a senhora... Quais as lições que a senhora tira da sua vida?

Lições que a senhora tira da trajetória da sua vida. O que você aprendeu?

Acho que nada, viu? Acho que nada.
Foi boa, né?
Foi boa, fia. Foi boa. Para mim foi boa. Para mim foi muito boa a vida. Foi. Foi... Teve uns pedacinhos, né? Eh Triste, mas foi boa. A vida foi boa. Eh... Como eu falo para você, não tive trabalho com os filhos. Foi tudo assim, tudo bonito, tudo assim, famosos lá onde eu morava, né? E não deu trabalho, foi tudo muito bem, foi tudo normal, como eu falo, uh, o velho trabalhava, eh, eh, tinha casa boa para morar, né? Foi tudo bom. Não teve, foi, eu acho que foi tudo bom. Não teve assim, nada assim que prendesse, não. <laughs>

Mas a senhora, eh, fosse falar para os seus filhos ou para alguém mais novo, o que a senhora falaria, assim, para, sobre a vida? O que que passaria para eles?
Ah, mas agora a gente pouco convive junto porque, você sabe, o mais novo já está com cinquenta. Já tá com cabeça feita, com vida, tudo, né? Já não tem muito o que passar. Às vezes a gente conversa, fala o que é melhor, mas ninguém vai escutar o que a gente fala. Você não sabe aquele ditado, se o conselho fosse bom, né? Né? Não é assim que fala? É. Não era de graça, né? <laughs> Então, mas às vezes a gente conversa alguma coisa, sabe, filho? Tem gente às vezes conversa, né? Porque tem mais experiência, né? Mas como a vida mudou também, né? Eles fazem o que eles acham melhor, né? Depois tem outra coisa, eu também não me envolvo em vida de filho, não. Eles, eles, eu, eu. Se precisar, tudo bem, né? Mas se não, a vida normal, eu não me envolvo na vida de filho.

Ana, o que a senhora achou de, dar essa entrevista para gente?
Legal, legal. Só que eu não esperava. É ela que quer. Eu acho que... Deixa eu falar baixo. Eu acho que ela quer ficar com uma lembrança quando eu morrer. Ela quer, ela é muito pegada. Ela é muito ligada. Eu acho que ela quer ficar com uma lembrança. Já não chega as fotografias, você não viu? Ela cata tudo. Você não viu as fotografias? Então... Ela cata tudo. Eu acho que ela quer ficar com uma lembrança. Ela é muito ligada. na vida da gente, no passado. Ela é, ela é muito ligada nessas coisas. Ela quer saber de, de, de, de vó, de vô, essas coisas. Ah, sei lá, falei, tem que conviver muito? Mas ela é ligada. Eu acho que ela tá fazendo isso para ficar com uma lembrança. Você entendeu? Imagina que as outras iam fazer isso?

Ela está me chamando e eu estou, não estou nem sabendo para quê que é. Não, mãe, vamos, mãe, porque vamos, mãe, porque vamos, porque eu já marquei, mãe, vamos, mãe. Mas eu acho que é isso, filho, eu acho que é isso, para ficar uma lembrança para ela, sabe? Bobagem, né? Vai sofrer dobrado. <laughs> Ficar lembrando do passado. Se tem uma coisa que eu não gosto de lembrar é de passado, viu, filho? Passou, passou, né? Vamos viver o presente, né? Ah, mas ela é ligada na, em passado, em vida dos avós, em vida de... Eu sei lá, não, eu não sei, filha, não sei te explicar direito a vida do, do, do, do, dos meus pais, dos meus avós, não sei. Eu sei que nós era tudo de roça, meu vô também era de roça, todo mundo era de roça, de ir para, de, de, de viver no interior, aquelas fazendas legais, né? Que a gente ficava assim à vontade, né? Cada um na sua, todo mundo tinha, o que todo mundo tinha, todo mundo tinha. Se era, era, ah, criação, todo mundo tinha. Se era plantação, todo mundo tinha. Era tudo igual no interior.

Era tudo igual. Todo mundo se plantava, todo mundo se colhia, todo mundo criava.

Entende? Então, não tem muito o que eu falar para ela, né? Dos, ah, dos meus avós. Né? Não tem muito o que falar, porque era tudo igual. Né? É que nem eu estou te falando, pegar três gerações não é fácil.
Eu queria que a senhora fizesse um favor para terminar. Ãh.lhasse para a câmera.h. dissesse assim, meu nome é esse, o nome completo...h. nasci tal dia em tal lugar.)
Nome, o nome completo?
O nome completo, o lugar que nasceu...h.ssim, o nome é tal, nasci em tal lugar, tal dia.
Olhando para a câmera, para a gente poder fazer depois um...h, meu nome é, né? Nasci no dia nove de junho de

Aonde?

Está bom, então, quero agradecer a senhora ter dado essa entrevista para a gente. Obrigado, muito obrigado.
Oh, meu filho, olha. Desculpa se eu não respondi direito, porque foi isso, pega de, de surpresa assim, né? Não sabia, né? Mas tudo bem, né?

O que eu lembrei... De, de, dos meus tempos, né? Claro que eu não lembro, num, na hora eu não vou lembrar de tudo, mas foi legal, gostei, gostei, gostei. Gosto também de relembrar, sim, mas não para sofrer, relembrar para relembrar, né? A vida que foi, né? Que nem eu te falo, três geração é muita coisa, né? Para, para gente tá lembrando, né? Mas foi legal, foi muito bom. Já que ela quis, ela insistiu, viu, filha? Ela, não mãe, vamos, vamos, falei, tá, vamos. e, né? Então vamos.
Muito obrigado.
Ah, obrigado você. Uhum.esculpa alguma coisa. Porque, né? Às vezes a gente não lembra, às vezes a gente, né? Engasga qualquer coisa, né? Mas foi assim, filho. Foi A vida foi legal. E está sendo legal.h
Claquete dois, corrigindo a primeira.